Que que seus pais faziam?
O meu pai, primeiramente, trabalhava na lavoura. Ele trabalhava com café. Era uma espécie de um empreiteiro dos cafezais lá no município. Depois, quando viemos para... Carapicuíba, ele prestou concurso como funcionário da Prefeitura Municipal e acabou sendo funcionário público, onde se aposentou como funcionário da Prefeitura Municipal de Carapicuíba. E minha mãe era doméstica, não trabalhava, só cuidava dos filhos. Trabalhava em casa? Trabalhava mais do que fora né, porque cuidava de dez filhos,
Dez filhos?

Você é o mais velho?

Primeiro vem, eu vou voltar de novo. Tudo bem, vamos lá.

Falei dez.

E todos nasceram lá em Itatinga?
Não.

E os demais nasceram em Carapicuíba.

Mas os seus pais, voltando um pouquinho para eles, eles eh sempre moraram em Itatinga? A família veio da onde?
Sempre. Não, sempre moraram em Itatinga. Meu pai nasceu num município mais distante, mas foi morar em Itatinga. A família é de Itatinga.
Os seus avós também?
Também os avós.

São de Itatinga. Itatinga, Botucatu, aquela região.

E eu sempre me perguntava por quê, né?

Coincidentemente. E quando me perguntaram, qual é o seu nome, menino?

O pessoal ficava... Eu falava, mas por que esse espanto? Eu não entendia.

Lá no município. E lá em Itatinga, vocês moravam na cidade mesmo?

De princípio, morávamos num sítio.
Uhum. Como que era?
Era um sítio pequeno, onde tinha criação de animais. Tinha vacas de de leite. Nós tomávamos o leite no período da manhã. Meu pai tirava o leite das vacas e a gente tomava leite. Tinha porcos, tinha muitos animais. Café, cafezal, né? Animais, galinhas, porcos, perus, essas coisas tinha muito que usávamos para refeição, né? Uhum.
E como é que era esse monte de criança morando no sítio?
Ah, era um um espaço enorme, né? Cujo espaço nos fascinava, né? Porque a gente vivia no meio da natureza e isto nos agradava muito. A todos nós, né? Nós tínhamos uma vida pacífica, né? Uma vida tranquila, uma vida sossegada. E vivíamos, eu pelo menos, vivia cantando. A minha vida toda na infância era cantar. Era uma alegria enorme, né? Pois tínhamos uma fartura muito grande. Fartura mesmo de de de de de... Tínhamos melancia, abacaxi... Banana. Tudo isso a gente apanhava no pé. A melancia, você queria chupar uma melancia ia lá no pé pegava. Você queria comer uma banana, comia a banana no no cacho. Queria um abacaxi, tirava o abacaxi. Era era uma fartura enorme, sabe? Arroz, nós tínhamos plantação de arroz, tínhamos plantação de milho, de feijão. Era uma fartura. Tínhamos um rio de águas límpidas e cristalina que chamávamos de prainha, a nossa prainha. Ali nós brincávamos, nadávamos e passava momentos realmente muito agradáveis. E ainda ia para a escola. Quando voltava da escola, tomava banho, minha mãe exigia, e depois disso ia para a praia, ia nadar no riozinho, né? Uhum. É onde a gente realmente passou, eu passei uma infância maravilhosa. Tenho muitas saudades, gostaria, se pudesse voltar tudo de novo, para que eu pudesse ser criança novamente e viver lá em Itatinga, fazia isso de novo.
E tinha alguma eh alguma brincadeira dos irmãos que vocês gostavam muito?

Tinha brincadeira. Nós jogávamos eh bolinha de gude. Bolinha de gude e, muitas vezes, com bastante seriedade, jogava a bolinha e, quando alguém perdia, partia para a bronca, porque não queria perder, não é? Eee outra brincadeira que nós fazíamos também montar em cavalos. Tínhamos cavalos bravos, né? Eee a gente pegava aqueles cavalos que chamamos de chamamos de potro, montava nos potros, né? Levava cada tombo, montava em bezerro, essas coisas todas a gente fazia, né? De brincadeira. O nosso esporte mesmo era natação eh, bolinha de gude, e por incrível que pareça, Leitura, ler. Nós tínhamos essa cultura, ainda que morando no sítio, uma cultura letrada. E o que que vocês liam? Ah Eu lia livros de filosofia. Eu li. Criança ainda? Platão, como criança, eu li livros de filosofia. Li livros de Platão, Aristóteles. Eu tinha verdadeira paixão pela leitura, como ainda tenho né. Sou apaixonado pela leitura. Eu não passo absolutamente nem um mês sem ler um livro. Sempre voltado para livros de reflexão.
Mas quando vocês eram crianças, assim, vocês liam? Uma pessoa lia? Como que era?
Geralmente, uma lia e os demais ficavam sentados ouvindo a as leituras. Quando se tratava de ler para os pequenininhos, a gente lia historinhas, né? E eles adoravam.
Tem alguma dessas histórias que você lembra?
Não me lembro. Não não me lembro agora no momento. Eu tenho histórias de reflexão atuais, né? Isso eu tenho. Mas daquela época... Daquela época eu não tenho muita recordação de... de algumas delas, e se eu citar, possivelmente vou me atrapalhar.
Além da leitura, vocês tinham também costume de contar histórias, assim, os pais de vocês, ou só... Não, não tinha.
Meu pai era muito sério. A minha mãe ainda contava algumas histórias para nós, mas meu pai não.
Como que eles eram os seus pais, além de do trabalho?
Era o meu pai muito honesto né, uma pessoa muito séria né, muito correto, gostava das coisas realmente certas. Tudo que ele determinava tinha que ser cumprido à risca né. Não poderíamos não poderíamos desobedecer de forma nenhuma né. Era rígido. Tanto é que a gente acabou eh criando essa... cultura, esse modo de ser com bastante seriedade né, fazer as coisas com perseverança, com muita educação no trato com as pessoas, isso meu pai fazia questão absoluta. E valeu a pena, viu? Porque nós aprendemos a respeitar as pessoas. E isto repercutiu depois Lá para frente né, um respeito mútuo às leis, ao trânsito, faço questão absoluta. Não ponho meu automóvel jamais em cima da calçada, porque se eu colocar, eu sei que possivelmente estarei atrapalhando alguém que vai por ali passar. Isso eu não faço. Não passo com farol vermelho. Tudo isso eh veio do deste procedimento. Uhum. Dessa rigidez do meu pai.
E a sua mãe, como que ela é?
A minha mãe também, rígida, mas já gostava mais de de de de brincar com os filhos né. Né a gente brincava, dava gargalhadas. Principalmente, a vida era feliz. Sinceramente falando, a vida era feliz mesmo. Não tinha essa coisa de briga de irmãos. É lógico que, às vezes, era normal né, os irmãos... Mas era muito difícil essa coisa de de de partir para cima do irmão, não. Muito pelo contrário, era defender... Cada um defendia o irmão.
E vocês andavam sempre juntos, os irmãos?
Por incrível que pareça, sempre juntos. Sempre juntos.
Brincava com as crianças?
Brincávamos, nós tínhamos um... Quando mudamos do do do sítio,

Ficava abaixado que Deus ia mandar dinheiro. E nós abaixávamos esperando que Deus mandasse dinheiro. E ele atirava as moedas para cima, a moeda caía e a gente achava que aquilo tinha caído do céu. <laughs> Meu irmão brincava e tirava sarro da gente né. Era muito divertido, viu? A vida era feliz. Como a gente diz, né? Que a vida está em se viver, né? E lá estava realmente a vida, em se viver. Não tinha nada de agitação. Tanto é que nós, outro fato curioso, nós dormíamos de janela aberta. Eu não sabia que existia roubo, que alguém pudesse do outro roubar alguma coisa. Isso para mim foi novidade quando eu fiquei sabendo que alguém roubava. A nossa casa ficava aberta. Não tinha muro. As janelas ficavam abertas. Dormíamos com a janela aberta. A cidade era pequenininha. Não tinha nem automóveis né.
Mas isso foi quan... Com quantos anos vocês mudaram para para a cidade?
Vocês moravam no sítio? Morávamos no sítio. Foi mais ou menos quando eu tinha sete anos, porque eu entrei na escola né, no grupo escolar, Paulo Thomaz da Silva, onde eu fiz o primário né, e depois fiz um... chamava-se... Era uma espécie de um vestibulinho para entrar para fazer o ginásio. Fugiu o nome agora. Eee eu fiz o ginásio lá. Lá não tinha o colegial. Só tinha até o ginasial. Eu fui terminar o colegial, que nós chamamos né, chamávamos né, porque hoje é ensino médio. Hoje nós temos o fundamental e o médio, né? E era o ginásio e o colégio. Eu vim fazer o colégio aqui.

Ah, bem para frente. Voltar um pouquinho.
Bem para frente, né? Quando vocês mudaram para para a cidade, por que vocês mudaram do sítio para a cidade?
Ah, não tem dúvidas de que na cidade é onde está. Tudo mais fácil, né? Mercado, açougue, padaria. E cada vez que nós tínhamos que comprar pão, tinha que sair do sítio a cavalo né para comprar pão na cidade. Fazer compras. E tudo isso dificultava, né? E outra coisa, para ir à escola também era difícil, né? Tinha que ir montado a cavalo, ou então de charrete. Aí foi que meu pai mudou para a cidade, na cidade ficou tudo mais fácil. Uhum e aí.

Como que era essa casa? Era uma casa grande, enorme. dessas casas antigas né, com janelas enormes, portas grandes, aqueles tijolos enormes né. Era um casarão enorme. Uhum. Uma sala enorme de de de de de assoalho, de madeira, super confortável. É casa antiga né, mas super confortável. Tinha um quintal enorme. No quintal tinha muitas frutas também né. Coincidentemente, saímos do sítio, fomos para a cidade, onde tinha também frutas. Também a vida era uma vida magnífica.
E esse os irmãos.

Dormiam junto?
A casa era muito grande e cada um não dormia sozinho, mas poderia, tinha quarto para cada um, se quisesse né.

A rua era uma rua larga né, com pedrisco, areia, não tinha asfalto. Eu nem sabia o que era asfalto né, não tinha a mínima ideia. Era tudo terra. Também não tinha automóvel. Era só carroças, charretes, carro de boi que passava na nas ruas.
E quais eram os principais costumes de vocês, assim? Como que era o cotidiano?
O dia-a-dia era de uma família normal. Levantávamos cedo, tomávamos um belo café, café bastante reforçado né. Muitas vezes a minha mãe fritava ovos né, porque tinha mesmo, bastante mesmo né. Comíamos pão feito em casa, com ovos, com bife. Sempre o a refeição da manhã, frutas né, a refeição da manhã era sempre forte. Depois íamos para a escola, voltávamos, almoçávamos, um almoço caseiro né, feito pela minha mãe, muito gostoso. Tudo com bastante coisas da natureza né. Sempre coisas da natureza.
E aí foi aí que você entrou na escola?

Como era o nome da da escola? Eh.
Grupo Escolar Paulo Thomaz da Silva. É uma escola Na época, um colégio enorme sabe, uma escola de estilo um estilo gótico, uma escola bonita, ampla, muito confortável.
E qual é a primeira lembrança que você tem da do seu da escola assim, do início?
A lembrança, eu tenho que ser sincero, não foi boa no primeiro dia de aula. Porque no primeiro dia de aula, eu pedi à professora que queria ir ao banheiro, a toalete. Ela não deixou-me. Em hipótese alguma, tinha esse lado rígido né. Não é como é hoje, a escola. Escola hoje, o aluno tem toda... a possibilidade de de de de de falar, de expor. Na época, não. Nem ao banheiro ela me deixou ir. E acabou resultando em uma situação péssima, lamentável. Não foi... O primeiro dia de aula não foi bom para mim. Uhum. Eu que gosto de escola, adoro né a escola, mas a lembrança não foi boa. Mas depois, sim. Aí foi maravilhoso. Como eu gostava muito de... de leitura, né? Eee principalmente cantar hinos, né? E eu cantava. O vozeirão que eu tinha, né? Como um garoto. Hinos. Por exemplo eh. O Hino Nacional era obrigatório. O Hino Nacional... Puxa vida, fugiu o nome do hino tem no livrinho.
Eu cantava. Uhum. Mas como que era? Era todos os dias?
Todos os dias. Para entrar na sala, primeiro nós cantávamos o hino nacional. E depois a professora pedia para que os alunos cantassem outros hinos, né? Então ela elencava quais seriam os hinos a ser cantado, né? Uhum. E eu cantava. E coincidentemente, eu gostaria até de falar o que houve em uma ocasião. Como eu gostava de cantar, e eu estava cantando muito alto, a professora me repreendeu, dizendo que eu estava exagerando né, porque eu estava cantando muita acima do do do que todos cantavam. Né, era... Salve, lindo pendão da esperança, salve! <sings> Símbolo Augusto da Paz tua nobre presença, lembrança a grandeza da pátria nos faz...Recebe um afeto que se encerra em nosso peito juvenil. <sings> E por aí vai. E fui repreendido. Porque eu cantava com com empolgação, né? Quando era para recitar então também né, eu era o primeiro sempre a recitar. Uhum. Era a bandeira do do Estado de São Paulo né. Eu adorava essas coisas de bandeira. Sempre adorei. Tenho verdadeira paixão. Então eu recitava né. Bandeira de minha terra. Bandeira de minha terra. Bandeira das treze listas. São treze lanças de guerra cercando o chão dos paulistas.

Está gravando?

Se você lembrar depois, você pode falar também.
Pode depois, né? Por isso que eu trouxe a minha esposa para. Eu acho que é a idade, né?
Mas nessa na sua escola eram só meninos que

Meninos e meninas. Era mista. Porém, um fato curioso. As meninas ficavam de um lado e os meninos do outro, tá? Uhum. Na sala de aula se misturava. Mas, mesmo assim, uma ocasião foi mudado também eh. Meninos sentavam na sala de aula de um lado e as meninas do outro. Mas eu não me sentia confortável com essa iniciativa. Uma vez que, ainda como criança, eu sabia que todos devemos ser iguais né. O que hoje está assegurado na lei né, na Constituição de oitenta e oito, de que todos nós somos iguais, em direito, sem distinção de sexo ou cor, não é?. E eu me incomodava com isso. Eu achava que tinha que sentar juntos.
Que que e o que que você mais gostava de fazer na escola, além dessa dessa sua seu Gosto pela leitura tinha alguma atividade assim que você gostava bastante?
Tinha sim. Nós aprendíamos eh, na prática eh, fazer trabalhos manuais. Eu, inclusive, aprendi a fazer cabides eee. E é interessante que eu fazia os cabides, E depois eu vendia os cabides, aos domingos eu saía, pegava um cabo de vassoura né, colocava todos os cabides e saía na rua vendendo. Cabide, cabide, cabide, vendia. E vendia mesmo. E eu aprendi, tomei gosto por isso né. Acabei depois até arrumando um emprego numa marcenaria. Fui trabalhar numa marcenaria porque eu tomei gosto pela coisa né de fazer cabide. E isso surgiu na escola.
Tinha várias várias coisas que vocês aprendiam a fazer. Sim, tinha.
Na prática eh eh eh.

Os professores ensinavam as meninas a fazer bordado né, as professoras, bordado, costura, e os meninos fazer atividades práticas. como fazer cabides, casinha de cachorro eh, casinhas para passarinhos colocarem ninho né. Muitas atividades nesse sentido eh acabava fazendo com que a gente tomasse um rumo certo na vida né, porque já na prática vivenciava isso aí.
Tem algum professor dessa época que te marcou, que você lembra?
Me lembro perfeitamente do professor Ezequiel, que era exatamente o diretor da escola, do colégio Paulo Thomaz da Silva. O diretor Ezequiel era um senhor de cabelos grisalhos, alto, forte, andava de gravata, de terno, na sala de aula. Me empolgava de ver aquela pessoa lecionando com aquela postura. E eu muitas vezes dizia para os colegas, um dia vou ser professor também. Espelhado no professor Ezequiel. Com aquela postura dele, um corpo reto, falava com convicção, voz firme, né? E conhecia mesmo da matéria. Eu adorava. Ele era rígido, mas eu gostava do jeito dele, né? Aprendi muito com ele.
Então desde criança você queria ser
Na realidade eu, o sonho meu mesmo, verdadeiro mesmo, era ser piloto de avião. Esse era o meu sonho. Eee depois pensei em ser padre. Acabei eh entrando na na abadia, onde se formam os padres né, e ajudando os padres a fazer o serviço de rotina e participava das missas, das rezas né. E acabei, inclusive, eu gostava muito de latim. Eu cheguei a comprar livros de latim quando menino, estudando, fazendo primário ainda. E lá com os padres, porque a missa era rezada em latim, eu tive a oportunidade de desenvolver ainda mais a habilidade de conhecer o latim. Porque o latim era é a língua, ainda é. a língua mãe, porque o português nasce do latim. O português tem origem no no latim. Primeiro o latim clássico né, depois o latim vulgar, que ele se vulgarizou em virtude de Portugal eh. Os portugueses, soldados, os militares, os comerciantes, não conseguiam falar o a língua clássica, o latim clássico, e ele se misturou, né? Quando veio para o Brasil, acabou sendo um latim mais vulgar, né? Para mim, foi bom, porque eu acabei desenvolvendo esse lado, né?
Então, desde criança, vocês tinham o costume de ir à igreja? Tinha. Como é que era?
À igreja, não perdíamos A missa, né? E principalmente ao aos domingos, né? Nós éramos muito religiosos, né? E ainda somos, né? Ainda sou. Até hoje, né? Não fico sem ir à igreja. Às terças-feiras tem uma missa muito bonita na igreja Santo Antônio em Osasco. Aos domingos eu vou com a minha esposa, faço questão e lá na na na igreja eu faço uma oração pedindo que Deus ilumine o caminho de todos os meus amigos, de todos os meus parentes e aproveito a oportunidade para agradecer a Deus e a Nossa Senhora pela vida que eu tenho, uma vida brilhante.
Mas ainda quando vocês iam, ia a família inteira quando você era criança?
Nem sempre, porque tinha Meninos pequenos, minha mãe tinha filhos pequenininho que tinha que ficar cuidando, né? Acabava não dando certo de ir todos, né? Quando dava certo, íamos todos, mas nem sempre dava.
E além da missa, tinha alguma ati outra atividade que vocês faziam na na igreja, na paróquia?
Eu ajudava na igreja. Não não era bem um coroinha, mas eu ajudava a colocar flores, a limpar o altar. Eu estava sempre envolvido nessa questão. Foi aí que eu tive a ideia de que queria ser padre né. Botei na cabeça que ia ser padre e e acabei depois acabou não dando certo né eee. Como todo garoto da minha idade com doze, treze anos sonha, eu tinha os meus sonhos.

queria ser padre, depois queria ser piloto, depois queria ser policial. Tudo isso passava pela minha cabeça, como passa na cabeça dos jovens né. Não tem uma definição do que realmente ele quer. Eee como eu queria ser piloto, e eu dizia na sala de aula para os colegas né, um dia eu vou ser piloto. E eles riam. Todos riam da minha cara, achavam que era impossível, né? Pois eu fui fazer o curso de piloto no Aeroclube de Sorocaba. Voei, sobrevoei a minha cidade.
Mas isso foi um pouquinho mais à frente, né?
Isso foi bem para frente.

Esse interesse por ser piloto veio da onde?
Não, porque eu não não não assistia filme filmes. Não tínhamos nem televisão né. Eu nem sabia que existia televisão. A televisão surge em mil novecentos e cinquenta e quatro, se não me falha a memória, né? Cinquenta e quatro.

Cinco né eu me lembro perfeitamente que que a Lolita Rodrigues e a Hebe Camargo que inauguraram né a televisão. A televisão preta e branca chuviscava tudo, sabe?

Esse seu interesse pela aviação veio... Ah, isso veio de garoto.
Não, eu via um avião passando e eu ficava olhando. Eu ficava me imaginando. Eu nunca tinha visto um avião de perto quando garoto, né? E lá tinha um campo. Nós chamávamos de de de campinho, né? Onde desciam os aviões que eram chamados Thunder. Avião Thunder é que tem duas cadeiras. Uma na frente e uma atrás. Aqueles paulistinhas, né? Que era fabricado lá perto da minha cidade, em Botucatu. Era fabricado pela Neiva, que hoje a Neiva pertence ao governo federal, né? A Embraer, né? E era do próprio, eu cheguei a conhecer o próprio, eh se não me falha a memória, Roberto, o Neiva, né? Que era o filho do dono da fábrica de aviões. Cheguei a conhecer, conversei com ele e tudo, porque eu tinha vontade de de de adentrar e eu procurava, né? Então surgiu de ver os aviões passando.

Nossa, eu contava para os meus amigos que eu queria ser piloto, eles riam da minha cara. Davam gargalhada mesmo.
Mas eh esse grupo de amigos era da escola?

Era da mesma escola, da da estudantes igual... Eu mesmo, com a mesma com a mesma idade, né?
Da da mesma escola?
Não, da mesma escola. Paulo Thomaz da... É Paulo Thomaz da Silva. Da Silva. Grupo escolar Paulo Thomaz da Silva.
Você continuou nessa escola até
Eu fiquei até fazer o ginásio. Até o ginásio? É. Eu repeti um ano né, repeti o terceiro ano.
E como é que foi isso?
Foi terrível. Na sua casa, com seu Na minha casa foi terrível. Ah, fui repreendido, não é? Porque, para ser sincero, eu deixei de estudar mesmo. A verdade foi essa. Acabei foi bagunçando mesmo né, no terceiro ano.
E repeti. Uhum, e seu pai

Não, ficou louco da vida comigo eee a minha mãe. A minha mãe ficou mais brava ainda, queria até me bater, sabe? Falei, não mãe, mas pode ficar tranquila que agora, daqui para frente, eu vou estudar mesmo, sabe?

Depois peguei sério né. Certo e... pode falar. Pois não? Interessante que, na escola eh, quando eu estava fazendo o primário, então a professora do interior, muito calma, tranquila, como eu lia muito né, eu tinha respostas, às vezes, na ponta da língua. Incomodava a professora. Ela começava... partes divide corpo humano. Ela nem terminava. Em quantas partes eu... cabeça, tronco e membro, professora. Eu respondia na hora. Eu não deixava ela terminar.
<laughs> E ela ficava irritada?
Ela ficava irritada. <laughs> Porque quando ela começava a perguntar, eu já falava, né? Uhum.
E os seus amigos?
Ah, os meus amigos? ficavam bravos às vezes. Ninguém gostava? Não, não gostava muito, porque você... É o seguinte, o ser humano tem isso. Quando você passa na frente do outro, parece que ele parece que desagrada. Eu não sei que coisa interessante. E não era diferente lá, não, viu?
E aí, você estava falando desse seu grupo de amigos, foi... Nessa idade assim, você começou a sair mais com com a turminha da escola, ainda com seus irmãos? Como é que era?
Saímos... Não, geralmente saímos com meus irmãos e, naturalmente, com a turminha da escola, né? Íamos para a praça né, tinha uma praça muito bonita, uma praça enorme da igreja Matriz, igreja de São João, e na praça nós íamos paquerar. Interessante que lá na praça, eh nessa época, e isso durou ainda muito tempo, os homens andavam numa direção e as mulheres em sentido contrário. Então, nós sempre se cruzávamos, né? As mulheres andava num sentido e os homens num outro. Se cruzávamos, dava uma olhada, né? E assim nascia ali uma paquera.
E dava certo?

Como é que era? Dava certo. Eu... naturalmente que eu deveria ter uma boa presença, né? Porque eu me lembro perfeitamente que as meninas me procuravam muito. E eu, muitas vezes, eu até ficava curioso, queria saber o porquê disso, né? Mas é porque eu tinha um um porte físico bom, né? Avantajado. Eee uma boa presença, né? Hoje não, hoje eu estou um um caco, né? Também pudera, já com sessenta e cinco anos, né? Estou caminhando para sessenta e seis. Mas eu tinha uma presença boa, né? E, naturalmente, Um bom diálogo, isso eu sempre tive.
Sempre tive. Eee. E você lembra de alguma das meninas que deu certo?
Me lembro.
Seu primeiro namoro, assim, alguma coisa?
Me lembro, sim eu. Olha, eu não afirmava. Hoje a gente chama ficar, né? Mas eu usava, eu não sabia o que era ficar, mas eu ficava. E dava dava certo. Geralmente, eu não me afirmava muito como uma só menina, sabe? Eu sempre fui exigente. Sempre tive esse lado, exigência sou. Sempre fui sistemático desde menino. Então, muitas vezes, eu era eu que deixava, viu? Tive esse privilégio. Não era a menina que me largava, não. Era eu que deixava. Bastava fazer alguma coisa que eu não gostasse e pronto. Não adiantava mais. Entendeu? Mas eu me lembro, sim, de algumas meninas. Eu paquerava.

Eu não me lembro do nome. <laughs> Tudo bem, não tem problema.

E, além de ir para a praça e tudo mais, tinha alguma festa?
Tinha.
Sabe, na cidade?
Ah, tinha muitas festas. Cidade pequena, Geralmente, festas eh como, por exemplo, festa de São João né eh, festas juninas eh, festa de São Cristóvão, que fazia a benzia-se os animais né, festa de São Roque. Festa não faltava na cidade. Leilão né. Tinha muitos leilões assim nas festas juninas.
E como como que eram as festas? Assim o que que tinha de comida, de. Ah, sim. Diversão? Como é que.
Comida, nessas cidades interioranas, é o que não falta né eh. Comidas típicas né, como bolo de fubá, por exemplo, não é?. Isso não faltava eh. Doce de leite. porque lá tinha muito leite né, tinha até uma cooperativa, e leite não não faltava. Então, doce de leite eh, doce de mandioca, bolo de mandioca, tinha muita fartura.
festas lá em. Isso. Em Itatinga, e além de todas essas comidas que você estava contando, tinha eh, assim, de diversão, banda, por exemplo, jogos, alguma coisa assim? Como é que
Olha, o que tinha era futebol, porque não faltava, né? Futebol, bom time, por sinal, e a gente ia, eu não sou muito chegado ao futebol, mas o meu pai ia, ele nos levava, né? Tinha muita eh tourada. Vinha para a cidade essas touradas né que é. Nada mais é do que... A gente chamava de tourada. Hoje tem um outro nome. Rodeio eles chamam. Eee a gente se inspirava também em em ver aqueles homens montando em bois e cavalos. E eu promovia também uma tourada com a garotada e com os colegas. Chegamos a fazer uma tourada mesmo, para montar em bezerro tudo, para o para os demais colegas assistirem né. Levamos cada tombo de bezerro, que não é brincadeira. Mas valia a pena, porque tudo era como brincadeira. Né nada, digamos assim, para ganhar dinheiro, não. Outra coisa também, os circos né. Na época, havia esses circos e cantores como Tonico e Tinoco, por exemplo, Alvarenga e Ranchinho, por exemplo. Deixa eu ver se me lembro de mais algum. Nossa, tantos! Inezita Barroso. Eh deixa eu ver um outro famoso também. Bob Nelson. Bob Nelson dificilmente aparecia, né? Uhum. Quando ele ia era uma novidade. Ele cantava música de cowboy. E eu cheguei a aprender a cantar música de cowboy. E cantava mesmo né. A molecada pedia para eu cantar e eu cantava. Eu sou um vaqueiro lá do oeste, ai, ai, ai. <sings> Eu sou um vaqueiro lá do oeste, sim, senhor. <sings> Quando acaba o meu trabalho, que eu arreio o meu cavalo, vou à cidade para ver o meu amor. <sings>

Eu aprendi a cantar isso aí. <laughs> Pegava o violão. <laughs>

Mas valeu a pena, viu? Valeu a pena. <laughs> Eee.
Bom, então aí nessa época você já tinha quantos anos? Dezessete, assim?
Não. Não, com dezessete anos eu vim para Sorocaba, bem antes. Uhum.
Então, mas antes de ir para Sorocaba, você você falou que vendia os cabides.

Cabide é bem antes. Cabide eu estava fazendo ainda o primário, né? Então, mas Eu tinha uns doze anos, doze ou treze anos, né?
Então, mas além dos cabides e tudo mais eh, você trabalhava ou você só estudava, assim?
Não, trabalhava na roça. Na roça

Trabalhava na lavoura. A gente saía de manhã eh na carroceria de caminhões, de tratores, né, para trabalhar na roça. Meu pai pegava... era um empreiteiro, né? Ele pegava uma empreitada de cafezal e eu ia com ele, ia trabalhar. Quer dizer, eu, para ser sincero, era o filho do do do patrão e eu quase não trabalhava muito, não pegava muito, no pesado, né? Mas ficava ajudando, sim.
E era todos os dias?
Todos os dias. Uhum.
Então, você ia trabalhar com seu pai e depois ia para a escola?
Depois ia para a escola. Ah, tá.
e você gostava de ir na lavoura?
Ah, eu gostava, eu adorava. Eu gostava porque eu estava direto com a natureza, né? E eu gostava muito de passarinhos, né? Pássaros. Eee lá é o que não faltava. Pássaros né. Animais silvestres. Onde a gente ia. Eu cansei de ver, não onça pintada, mas jaguatiricas, né? Passando por nós, assim. Veados. Isso é o que não faltava. Tinha mesmo. Lebres, né? Aquelas lebre cinza. Tinha muitos. Pássaros, então, tinha demais. E eu gostava para ouvir o canto dos pássaros, né? Eu adorava. E, aliás, até adoro até hoje, né?
Eu gosto. Uhum. Então eh, você continuava indo para escola, você tinha falado da sua grande vontade de ser piloto, que as pessoas zombavam de você.

E você falou que você tentou fazer um curso.
Eu tentei, sim. Fiz um curso no Aeroclube de Sorocaba, né? como pê pê que chama né, que é piloto privado né, e acabei não seguindo. Tive problemas na vista né, tenho até hoje. A minha minha visão é bem diminuída, né? Tive um problema sério na visão né, fiz uma cirurgia, e eu cheguei a perder mesmo a visão. Cheguei a ficar por dois meses sem enxergar absolutamente nada. Depois fiz uma cirurgia. Quando jovem, né? Quando garoto, com treze anos mais ou menos. E depois eu usei óculos. Toda a vida eu usei óculos. Eee no exame final eu acabei levando bomba.
Uhum agora, aproveitando que você falou eh que isso já era em Sorocaba, quando você mudou para Sorocaba com

Mil novecentos e sessenta e um. E por que você foi para Sorocaba? Ah, fui para Sorocaba porque eu já com dezessete anos eee com vontade de crescer na vida e ser alguém de destaque tem sempre tive essa ideia. Então, eu achava que Sorocaba era um um caminho bom, né? seguir uma carreira profissional né, porque Sorocaba é uma cidade que tem boas escolas, boas universidades, né? Uhum.
E você foi sozinho?
Primeiramente, vim sozinho para Sorocaba.

Tínhamos parente lá né. Sondei o ambiente, gostei, achei a cidade ótima, cidade grande, e que tinha o que a gente Procurava. Uhum. Depois eu voltei e trouxe os meus pais. Viemos morar no... Puxa vida, não me lembro o nome do bairro. Próximo ao centro de Sorocaba. Uhum.
E quais que eram as di as principais diferenças, assim, entre Itatinga e Sorocaba?
Ah, era muito grande.

Itatinga era uma cidade pacata, né? Cidade bem interiorana. E Sorocaba já é uma cidade... grande, quase que em comparação à Itatinga, era uma metrópole né. Muitos automóveis, faculdades, veículos coletivos, ônibus, coisa que em Itatinga não tinha. Uhum. Itatinga só tinha, na época minha, quando garoto só eh, carroças, charretes né. Quando veio o primeiro carro que eu vi em Itatinga, foi uma Kombi. Fiquei admirado de ver a Kombi. Fiquei rodeando a Kombi, andando, olhando.

E me fascinava aquela Kombi. E eu já queria dirigir a Kombi também, viu? Pedi para o rapaz que estava dirigindo e falei, deixa eu dirigir. Eu lá sabia dirigir coisíssima nenhuma, mas era curiosidade de de menino, né? Então, veja, o primeiro carro que eu fiquei conhecendo lá em Itatinga foi uma Kombi.
Itatinga é longe de Sorocaba?
É longe.
Como é que foi a viagem de Itatinga até Sorocaba?
A viagem foi sofrida. <laughs> <laughs> A viagem foi sofrida porque era de trem. Não tinha ônibus. E o trem demorava muito, viu? Uma viagem de trem de Itatinga a Sorocaba demorava oito horas. É incrível. Hoje você pega um avião, vai daqui para Brasília em menos de uma hora. Pois demorava oito horas de trem. Uhum. E é interessante que os trens que circulavam era aqueles trens antigo ainda da, chamava Maria Fumaça ainda. E eu estava com uma roupa, uma calça, me lembro, uma calça amarela, e saiu uma faísca do trem né, pegou na minha calça, manchou a calça. Eu fiquei triste com aquilo, porque é a calça que eu vim com ela, né?
Então, a viagem foi sofrida, viu? Uhum. E o que que era a maior dificuldade, assim, a o tempo... Da viagem? É.
É, a demora, né? Uhum. A demora, porque o trem, o máximo que ele corria, eu acredito que era Hoje você tem um trem no Japão que corre oitocentos quilômetros por hora né, que é o que estão querendo implantar no Brasil também, não é? Chamado trem bala né já estão. Já está aberto, me parece que o o o edital né, para sair de Campinas ao Rio de Janeiro.
Mas aí, quando você chegou em Sorocaba, qual foi a sua primeira impressão, assim? Ah. Da cidade.
A primeira impressão, eu ficava pasmo de ver aquelas os prédios, eu ficava olhando. Aquilo, para mim, me fascinava. Eu pensava comigo, como pode ter um prédio dessa natureza, como que não cai, né? Hoje não, hoje eu entendo que ele tem uma fundação, que tudo é feito com alta tecnologia né, só que isso eu não sabia antes né então mas. Aquelas aqueles prédios me fascinavam.
Uhum e aí você chegou e você foi para onde quando você chegou?
Quando eu cheguei em Sorocaba, fui para a casa de uma prima da minha mãe, que eu nem a conhecia. Cheguei lá, me identifiquei, e como eles também eram bastante receptivos né, logo perceberam que a gente era de bem né, e nos acolheram de braços abertos. Deram toda a a assistência para a gente Até emprego eles procuraram para a gente.
Né e aí você começou a trabalhar de lá?
Comecei a trabalhar. Logo de início eu arrumei um emprego numa numa loja. Eee olha que fato curioso. O que eu havia aprendido na escola de fazer cabides e envernizar, fazer o verniz, Curiosamente, eu fui numa loja em Sorocaba e acabei arrumando um emprego para invernizar móveis. Fui admitido na hora, fiz um teste, né, eee fui envernizar móveis e correu tudo bem. Uhum e aí.
Você continuava morando na casa dessa prima da sua mãe?
Prima da minha mãe, eu fiquei por algum tempo né, não muito tempo. Uhum. Logo eu voltei, fiquei um questão de de de trinta. dias depois voltei buscar os familiares né. E aí

Não, aí veio todo mundo para Sorocaba.

Todos os irmão.
E aí vocês foram morar numa casa da família mesmo?
Não, nós não compramos ainda a casa, né? Nós alugamos. Alugaram uma
Alugamos uma casa. Uhum. E qual Qual era a grande diferença dessa casa para a casa grande onde vocês moravam lá? Ah.
A diferença era enorme, porque a gente é acostumado com bastante espaço, né? Quintal enorme, eu sempre eu gostei de de de de espaço, né? E lá não tinha nem quintal. Quintal pequenininho, bem reduzido. Cômodos pequenininhos, isso me incomodava. Nunca gostei disso. Eu gosto de espaço. Sempre gostei de morar em casas onde eu possa andar à vontade, com liberdade.
Mas você continuava trabalhando nessa loja de imóveis?

Ele foi em casa, em Sorocaba, nos visitar e contou de Carapicuíba, como era Carapicuíba. Fiquei com vontade de vir para Carapicuíba. Combinei com meu pai que eu viria e vim para Carapicuíba, eu e meu irmão. Novamente, os mesmos que saíram de Itatinga, saímos de Sorocaba e viemos para Carapicuíba e fomos acolhidos também na casa desse meu tio. Muito bem, por sinal, nos tratou maravilhosamente bem e fiquei morando com eles ali até, acho que, mais ou menos, Uns seis ou sete meses, né? Ele me arrumou um emprego em São Paulo, né? Uhum. Então, você ficou por pouco tempo em Sorocaba e já... Em Sorocaba, fiquei mais ou menos... Não, nós ficamos um ano e meio, mais ou menos.

Depois viemos para Carapicuíba, né? Certo.
Eee. E quando vocês vieram para cara... Para...

Carapicuíba. Você foi morar na casa desse seu
Fui morar no meu na casa do meu tio.

O que que te motivou de sair de Sorocaba, que já era uma cidade enorme, para vir para Carapicuíba?
O que me motivou foi que em Sorocaba não estava tendo emprego. Estava difícil os empregos. Eee como eu sabia que São Paulo é um horizonte, né? É uma terra enorme onde acolhe todo mundo e meu tio falou bem de São Paulo e me entusiasmei vendo que eu tinha a possibilidade de crescer ainda mais. Vim para Carapicuíba.
Então aí você foi morar na casa do seu tio e ele te arranjou um emprego em São Paulo?
Arrumou um emprego em São Paulo, não é? Qual foi a sua primeira impressão. Olha. de São Paulo? De São Paulo? É. Nossa, eu fiquei Fiquei pasmo de ver os prédios. E eu tinha vergonha de olhar para cima para ver os prédios, né? Porque eu tinha medo que as pessoas estavam me observando e sa e sabiam que eu era um uma pessoa do interior, né? Então eu olhava rápido os prédios, né? Mas me fascinava. E eu ficava pensando comigo, como eles podem construir um prédio tão alto desse jeito e não ter problemas? de cair com o vento, essas coisas todas passavam na minha cabeça. Uhum.
E você sentia alguma dificuldade quando quando você mudou para para Carapicuíba, para São Paulo? Assim, da do cotidiano da cidade, locomoção e das pessoas. Sim. De muita gente?
Sim, acabei tendo esta dificuldade, sim. Ainda que eu sempre tive facilidade de entrosamento com as pessoas, mas tive, sim. Me parece que as pessoas não tinha aquela mesma familiaridade que se tinha em Sorocaba. O povo, ao encontrar pessoa ainda que você não conhecia, cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E eu comecei a notar isso em São Paulo. que quando eu vinha para São Paulo, para as ruas centrais, e eu entrava num prédio, eu tinha o hábito de cumprimentar. Né e eu observava que as pessoas me olhavam e eu chegava e cumprimentava. Eu notava que parece que aquilo não agradava a ele. Então eu via um distanciamento das pessoas. Aquela afinidade que tinha na cidade do interior, não tinha em São Paulo. Ainda que São Paulo é muito bom, eu adoro São Paulo, né? Nossa, eu gosto demais daqui.
E o emprego que você começou a, onde você começou a trabalhar aqui em São Paulo, o que que era?

Eu fui trabalhar, primeiramente fui trabalhar de faxineiro. Uhum. Numa loja de imóveis. E trabalhando de faxineiro, mais uma vez, O que eu havia aprendido, eu apliquei. Envernizar. Acabei fazendo um teste na loja e fui envernizar móveis. E fiquei envernizando móveis. E depois disso fui trabalhar na casa do dono da empresa, que morava na Avenida Nove de Julho, ao lado da casa do Lucas Nogueira Garcez, que foi presidente da república. Eu fui trabalhar na casa dele. lá dentro da casa dele, envernizar os móveis dele, tudo, comia com eles, almoçava, jantava com eles.
E como como que era esse trabalho na na casa de uma pessoa?
Era, eu fui a... Era bastante reservado, né? Tinha horário para fazer as coisas, né? Porque tinha pessoas que estavam dormindo, tinha a filha dele que estava dormindo, então não era qualquer horário.

Eu gostava. Eu adorava.

Ah, eu gostava porque era muito bem tratado, né? E na falsa modéstia eu também sabia tratar as pessoas né, eu sempre soube. Isso é um item que eu vai morrer comigo. Eu sei lidar com as pessoas e sabia, ainda que não tinha, digamos, um preparo culturalmente falando. mas tinha um um conhecimento do senso comum, que eu nem sabia o que era senso comum, mas eu já tinha o senso comum comigo e aplicava na prática, que é um conhecimento que cada um de nós temos né. E aí
Mas você não morava lá, você voltava para
Não, voltava para Carapicuíba todos os dias. Eu ia de manhã, entrava sete horas no emprego, pegava o trem, ia de trem. O único veículo que tinha era o trem, né? A única condução. Trenzinho.
E aí, você saía de lá que horas?
De Carapicuíba? Geralmente saía cinco e meia, quinze para seis. Para não chegar atrasado. Nunca cheguei atrasado.
E chegava em casa à noite?
À noite, saía do serviço mais ou menos seis horas, chegava sete e meia, oito e meia da noite. Uhum.
E como que era a casa lá em Carapicuíba do seu tio? Quantas pessoas moravam?

Deixa eu contar quantas pessoas. Meu tio, minha tia, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, tinha umas dez pessoas também. Bastante gente também.
Sempre uma casa cheia. Sempre casa cheia. Eee. E eram todos da sua família?
Não, era os filhos, né, do meu tio. Do seu tio.

Todos os filhos.

Pessoa maravilhosa. Aliás, minha tia também. Uhum. Eu me emociono, porque eles eram pessoas fantásticas. Tratavam bem a gente, com dignidade.
E na na casa dos seus tios e tudo mais, no fim de semana, você ficava lá? Ou você também trabalhava de fim de semana, ou não?

No fim de semana, eu saía para passear. E o que que você fazia. Olha. Nessas horas? Final de semana, geralmente, eu queria conhecer os lugares novos né. Então, eu ia para o Museu do Ipiranga, Anhangabaú, naquela época a gente andava pelo Anhangabaú, Parque do... Ibirapuera, eu visitava museus, igrejas, eu saía para conhecer tudo que eu até então não tinha tido contato. Uhum.
E você é sozinho ou alguém é com você?

Meu irmão já é falecido, mas sempre nós nos dávamos muito bem. Eu sempre se dei bem com meus irmãos. E depois apareciam uns colegas que, coincidentemente, era de Botucatu, que era o José Paulino, e a gente ia junto. Marcava, ia para São Paulo, pegava o trem, né? Sempre de trem, sempre de trem.
E em algum desses lugares você gostava mais de ir?

O Museu do Ipiranga. Ah, eu gostava do Museu do Ipiranga e o Ibirapuera também, eu adorava.

Porque no Ibirapuera tinha muitas meninas bonitas e tudo mais, e eu era jovem, né? E sempre surgia alguma paquera. Ainda que eu tinha aquele jeito interiorano, não é? Jeito de caipira mesmo, na verdade, é essa, né? Jeito de caipira. Mas sabia me comportar, né?
E no Museu do Ipiranga também?

Eu sempre soube me comportar, como ainda como caipira, mas ficava na minha, né? Só observando as coisas para entender.
Mas daí também não saía nenhum namoro sério.
Namoro sério, não. Não. Não, era só paquera, né?

Nós falamos ficar. Eu estava sempre nessa. Eu não era constante, né? No namoro. Uhum. Porque eu achava que não era a pessoa certa com quem realmente eu gostaria de conduzir com bastante seriedade um namoro para que se desse um resultado de um casamento, né? Como deu com a minha esposa, que nós estamos casados há trinta e dois anos, né? E sem briga, viu? Se damos muito bem. Ela me acompanha.
Uhum você quer parar um pouquinho? É. Pode. Tranquilo. Bom, então a gente estava falando que nos fins de semana você gostava de ir ir passear na em alguns espaços de São Paulo, mas e lá em Carapicuíba, você não saía?
Olha, em Carapicuíba mesmo não tinha eh lugares de lazer, recreação, não tinha. Uhum. Então, o lugar de lazer mesmo era São Paulo. Mas a vizinhança, não tinha festas, não tinha sabe... Tinha, não tinha as festas, mas... São as festas... corriqueiras, né? Não uma coisa muito padronizada, não, viu? Uhum. Num... Não tinha grande atrativo, não. Certo, então. Mas aí você continuava trabalhando nessa casa, que era na... Não, não, eu fiquei lá um ano e pouco e depois saí, né? E depois você foi para Ah, depois que saí dali, Eu nem me lembro qual a empresa que eu fui. <laughs> Daí eu não parava em lugar nenhum. Porque eu tenho esse lado também, eu não parava em lugar nenhum. Um ano e meio, dois anos. Eu sei dizer que daí eu saí... Não me recordo agora qual foi a empresa que eu fui. Ah, sim... Foi na na indústria... Saí dali?

Eu fui na Matarazzo bem depois. Puxa vida, não me lembro. Sei que eu trabalhei em tantas empresas. Uhum.

Né. Se você quiser parar em uma que seja importante, mas não tem. Tá. Tem alguma assim que foi muito foi marcante, que você fazia lá, na Matarazzo?
Na Matarazzo eu trabalhei né. Como é que era? Fui... Entrei como vendedor na Matarazzo eee trabalhava com uma Kombi. Interessante que o bom vendedor passava a vender farinha. Primeiro eles colocavam para vender sabão, sabonete, bolacha, biscoitos, macarrão. Vendia tudo isso. E se o vendedor fosse bom mesmo, eles passavam a vender farinha, porque farinha vendia demais, né? Eu passei a vender farinha. Sinal que era bom vendedor, né? Uhum. Nossa, o pessoal ligava para a minha casa.

E eu me virava aí. Para entregar farinha, era muita, né? Para as padarias, né? Uhum. Mercados... Aí vendia demais, viu? Matarazzo vendia muito.

Como é que era?
Era um vendedor normal, vendia nos supermercados, nos mercadinhos, nos bares, nas lanchonetes, nas... Padarias, geralmente, era farinha, né? Macarrão. Já nos empórios ou mercadinhos, era macarrão, farinha, bolacha, biscoitos, não é? Aqueles macarrão de quilo, assim, desse tamanho, aquele maço, que ele vendia o maço azul, sabe? É o macarrão familiar, maço desse tamanho assim. Aquilo vendia horrores. Eu ia com a kombi lotada, entregava, voltava, carregava de novo, não vencia. Porque eu entregava também. Não conseguia atender a clientela minha. Uhum. Vendia muito.
E nessa atividade de vendedor assim tinha muito, era muito comum fazer amizade nos lugares eh... Ah, era comum.

Fazia com os donos de de de de supermercados, de padaria, né? Uhum. Fazia amizade. Sempre ganhei ponto nesse tipo de amizade porque ele acaba tendo uma confiança em você, né? E essa confiança que ele deposita em você, você também deposita nele, né? E é recíproco. E com isso a gente acaba vendendo mais, né? Ele já indica um colega que precisa comprar também, desde que seja na sua área, né? E avisa, compre de fulano que o camarada... E assim a venda vai aumentando cada vez mais, né? é fazer amigos, influenciar pessoas. Isso é muito importante, né? Tem até um livro Dale Carne né, que eu já li, por sinal, inteiro, Como fazer amigos, Influenciar pessoas. Eu não tinha lido ainda, mas eu já cultuava isso.
E você ficou bastante tempo trabalhando na
Não, não fiquei, não. Fiquei cerca de dois anos na Matarazzo. Arrumei um outro emprego, melhor, né? Em Jandira. Foi da Matarazzo que eu fui para a Jandira.
Aí você mudou-se para a Jandira?
Não. Fiquei em Carapicuíba, morando.

Continuei morando.
E o que que você... o que que era esse... Em Jandira eu fui gerenciar uma uma loja de imóveis.

Mais uma vez móveis. Parece que era um destino, né? Eee... é na mobiliadora São Bernardo. Também teve um sucesso muito grande. Fiquei cinco anos lá né.
Tem alguma história nesse trabalho?
Ah, nesse trabalho tem história, sim. E, por sinal, uma história linda.

Foi o seguinte. Eu fui financiar um carro no Banco Bradesco. E o Banco Bradesco, lá em Jandira, é uma agência pequenininha, só tinha dois caixas e uma meia dúzia de funcionários. E dentro dessa meia dúzia de funcionários, a minha esposa era uma funcionária. Coincidentemente, foi ela que fez o meu cadastro para comprar o carro financiado pelo Banco. A minha conta era no Bradesco. E eu me lembro perfeitamente que ela me perguntou quando ela perguntou, solteiro ou casado? Eu falei solteiro. E aquilo já... Daí foi nascendo né aquele interesse eu. Eu fiquei realmente encantado por ela.

Uma pessoa maravilhosa, que eu tive a feliz... Deus me iluminou de conhecê-la, não é?
Mas aí, como é que foi? Você chamou ela para sair depois disso? Não
Não, não chamei. Eu simplesmente fiz o financiamento, agradeci, como agradeci o gerente, cujo nome não me lembro agora, que era meu amigo também, me fugiu o nome, e fui embora. Como tinha que depositar o dinheiro da firma. Tinha os funcionários nossos que depositavam. Falei, não, deixa o dinheiro que eu tenho que ir ao banco e deposito. E eu que queria depositar. E acabei eu indo depositar né. Aí os meninos funcionários, não, mas eu preciso depositar o dinheiro. Falei, não, deixa que eu deposito, porque eu tenho que ir ao banco. E aproveito ver um negócio de um financiamento da nada. Era para depositar o dinheiro no caixa dela. Aí ela era caixa. Né porque no banco fazia de tudo. Ela atendia financiamento, seguro, essas coisas todas, e atendia o caixa também. Era ela e a Ana, a Nena. Ela só tinha dois caixas. E eu ia no caixa dela né. Coincidentemente, todos os dias de manhã, rigorosamente, fechava à noite o balanço, o caixa, e de manhã eu pegava o dinheiro e ia depositar. Uhum. E, curiosamente, eu levava bastante dinheiro trocado, eu cheguei a trocar o dinheiro, graúdo, para que ela ficasse contando. Enquanto que eu ficava ali. Interessante que quando eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia era cumprimentá-la, né? Chegavam, bom dia, dava a mão, apertavam, bom dia, tudo bem. Isso, daí nasceu esta interação de namoro, né? Coincidentemente, depois, nós nos encontramos numa inauguração de uma pastelaria. Essa pastelaria foi inaugurada e ela foi convidada, e como eu também né. Só que, até então, eu não sabia que ela estava lá. Eu fui convidado, e lá estava, e lá nós trocamos umas ideias. Aí, sim, eu convidei a dar um passeio comigo né. Uhum. Eee. Coincidentemente, eu fui com o meu carro que eu havia financiado naquela época, que era um carro de luxo. Era um Maverick. Maverick era um carro de luxo mesmo, né? Poucas pessoas eh tinham esse carro, né? Um carro lindo, lindo, lindo, lindo.

Daí foi surgindo, né? Nós marcamos o primeiro encontro, saímos, e eu com muito respeito, né? Mas eu já tinha uma idade bem mais avançada do que ela, né? Sou dez anos mais velho do que ela. Eu já estou com Você imagina a idade dela, né?
Eu sou dez anos mais velho. E onde vocês foram no primeiro encontro?
Primeiro encontro, nós fomos num jantar no Parque Continental, em Osasco. Tinha um restaurante de luxo, né? Eee esse foi nosso primeiro encontro, um jantar. Jantar bastante romântico, né? Valeu a pena.
Dessa vez, o namoro deu certo.
Deu certo. Aí eu pude perceber que realmente esta era a pessoa, sim, com quem eu deveria ficar. Realmente, porque as pessoas, elas contam para você pelo olhar, o que ela pretende, as suas ideias, não é? E eu pude entender que seria realmente a pessoa com quem eu ficaria o resto da vida. Porque o casamento é um juramento, e eu não sou de quebrar juramento. Uhum.
E aí vocês namoraram por quanto tempo antes de casar?
Nós namoramos, acho que uns dois anos, mais ou menos. Uns dois anos. Depois marcamos o noivado. Fiquei conhecendo toda a família dela, como ela ficou conhecendo a minha, né? E o pai dela tornou-se meu grande amigo. Amigo mesmo, né? Faleceu a questão de alguns meses agora, uns quatro meses. Meu grande amigo. Coincidentemente, fomos trabalhar juntos, viu? Eu e o pai dela. Uhum. Depois com o doutor Fábio.
E aí, só para fechar um pouco essa parte, vocês se casaram, né? Eee você lembra do dia do casamento, como foi?
Nós casamos no dia seis de janeiro de. Mil novecentos...ai, se eu errar. <laughs> Dia seis de janeiro de

E oito estou na dúvida seis de janeiro de mil novecentos e setenta

Ela não erra datas.
E como que foi esse dia? Teve festa?

Teve um casamento muito bom. Tudo correu dentro do do nor da normalidade, casamos em Carapicuíba, na igreja de Carapicuíba. Eee... O casamento foi muito bom. Convidei todos os meus parentes, amigos, né? Tudo com a maior seriedade possível. Uhum. Nada de de coisas extravagantes, né? Tudo dentro do do contexto.
E a sua família que tinha ficado lá em Sorocaba eh, vieram e tudo mais?
Não.
Como você ainda via bastante a sua família?
Não, a gente foi se distanciando, viu? Uhum. Não via, não. Foi se distanciando porque outros ao fazeres, outras atividades e acabou se distanciando.
Bom, mas daí, vocês casaram, vocês foram morar juntos?

Numa casa?

É uma casa o...Carapicuíba? Não, aí que eu mudei em Jandira. Ah. Agora sim eu mudei em Jandira. Porque eu trabalhava em Jandira, mas morava em Carapicuíba. Quando casamos, eu aluguei uma casa. Coincidentemente, uma casa confortável, do jeito que eu gosto, com árvores, muitas árvores, uma chacrinha, né? Fui morar próximo aos pais dela. Uhum.
E vocês tiveram filhos?
Tive, tivemos, graças ao bom Deus. Uma filha maravilhosa. Uhum.

Até hoje me perguntam, mas como esse nome?

Esse nome eu havia visto um Um disco até do meu pai tinha dado para para gente, né? Aí deu para até para quando eu tivesse filhos, né? Disquinho de musiquinhas de criança, infantil, e eu vi no disco.

Falei, olha que nome lindo. Falei para minha esposa, olha que nome lindo. Ela topou. Pusemos.

E se for homem, a gente vai escolher depois. Mas parece que estava predestinado, né?

E como foi ser pai? O que que mudou?
Ai, a coisa mais bela que você possa imaginar. Eu uso dizer, inclusive, acho que se eu não fosse pai, eu nem sei o que seria da minha vida. Não vou dizer que não seria ninguém, mas eu acho que eu teria um sentimento. É a coisa mais bela do mundo você ser pai. E ter uma filha como eu tenho, né? Minha filha é maravilhosa. Uhum.
E que que muda? O que que mudou quando você se tornou pai?
Muda tudo. Porque até então, antes, eu não ligava muito para as coisas. Eu nunca fui de ligar para as coisas, sabe? Essas coisas de bens materiais, essas coisa toda, nunca liguei para isso. Mudou completamente. Aí eu passei a guardar dinheiro para comprar uma casa para comprar, não é? E essas ideias eu não tinha antes. Ah eu não estava nem aí. O meu negócio era carro. Carro eu comprava. Nisso eu gastava o dinheiro, eu comprava mesmo, e não estava nem aí. Eu queria passear né. Depois de casado, eu tive uma outra ideia. Uma ideia com muita seriedade. fazer as coisas. Tanto é que a minha esposa ela gosta das coisas tudo cronometrada, tudo certinho, tudo ela é muito criteriosa, né? E acabou me colocando no ritmo, viu? Valeu a pena. Se não, deixasse por mim eu, entendeu? Estava nem aí. Eu tive chance de de de ter tanta coisa na vida e eu ah não estava nem aí, não. Eu cheguei a comprar casa eee deixei para lá. Não estava nem aí, não.
Bom, então, você estava contando para a gente de quando você foi pai... Ah, sim.

Morava em Jandira.
E você trabalhava na loja de móveis ainda?
Não, nessa época minha filha nasceu, não. Eu já tinha saído, eu já estava...

Setenta e nove, eu estava na Matarazzo ainda. Uhum. Depois eu fui para a Associação Industrial de Jandira. Aham, e o que que você fazia lá?

E ele precisava de uma pessoa que cuidasse e ajudasse a desenvolver a entidade, que é uma associação das indústrias, né? E me convidou. Ele já me conhecia através do meu sogro, que trabalhava na Friozem, que é o primeiro funcionário da Friozem, meu sogro. Uhum. Eee o doutor Fábio me convidou e eu fui trabalhar administrei a entidade. Coincidentemente, ele era diretor do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e me levou para trabalhar no CIESP né, onde eu fiquei entre CIESP e a Associação quinze anos. E, paralelamente, eu abri um jornal, Isso foi já em mil Novecentos e oitenta e três. Como que foi a ideia do jornal?
Como começou?
A ideia do jornal iniciou com um outro jornal que existia no município, que era o Jornal Jandirense. Esse jornal divulgava as coisas do município e eu estava sempre levando matérias para que se divulgasse né. E acabei... me envolvendo com o jornal o Jandirense Gostei e tive a ideia de fundar um jornal. Aí, junto com com um amigo né, nós tivemos a ideia vamos fundar um jornal. Aí fundamos o Jornal da Região Oeste. O jornal nasceu numa sala assim comum, sem nenhum maquinário, sem nada. Nasceu do nada.

Vamos fazer um jornal? Vamos fazer um jornal vamos fazer primeiro o número. Fizemos o primeiro número, né? Foi um sucesso. Mas tudo que eu ponho a mão dá sucesso. É incrível. Inacreditável. Não tem uma só coisa que eu não coloque a mão que não tenha resultado. O resultado é tudo positivo. É porque eu faço com amor. Tudo que eu pego para fazer, eu faço mesmo com perseverança, com empenho, com dedicação. Eu pego com garra, eu pego com firmeza. Caso contrário, eu não pego as coisas para fazer. Eu só faço quando eu tenho certeza de que vou levar avante. E como eu tenho um pensamento muito positivo, não permito ideias negativas, tudo que eu faço prospera. Prospera. Porque tudo que a gen que a gente faz tem que ter um pensamento positivo em cima, viu? É muito mais importante, muitas vezes o importante não é o que você sabe, mas o que você faz com aquilo que sabe, não é? Uhum, e aí
Eh então a ideia do jornal, você você com seu amigo assim tiveram a ideia, mas o que que motivava vocês a a montar um jornal, assim?
O que motivava é que a gente via no município de Jandira a falta de um órgão de imprensa que divulgasse as coisas da cidade. quer da política, do lazer, da recreação. A gente percebia que faltava né um órgão de imprensa nesse sentido. Então, nós tivemos a ideia de fazer. Fizemos. Como eu gosto muito desse lado cultura né, eu queria divulgar esse lado cultural. E deu certo.
E quem trabalhava nesse jornal? Qual era a equipe?

Ah, mas era uma luta violenta. Nós éramos o redator, o entregador, buscava anúncio, tudo a gente fazia, era só eu e ele. O jornal era só nós dois. Depois ele cuidava da parte de, ele era jornalista, registrado no Ministério e tudo, né?

Eee meu grande amigo Peluso, Daniel, Pessoa por qual eu tinha uma estima e aprendi muito com ele. Um homem muito inteligente, um homem muito preparado, me ensinou muito o que eu aprendi hoje, aprendi com Peluso. Eee.
E no jornal eh, você falou que vocês faziam de tudo, né?
Ah, bom, no começo, né? Uhum. Ah no começo nós fazíamos de tudo. Buscava anúncio, vendia anúncio, escrevia o jornal, levava o jornal para rodar, rodar, porque não tínhamos máquina, né? Levava em Bragança. Lá em Bragança, ficava a noite inteira esperando o jornal rodar. No outro dia, eu saía entregando o jornal.

Eu tinha um Vox, né, um? Um Volks azul. Saía entregando no Volks. Não demorou um ano, deu uma melhorada. Eu comprei mais um Volks. Escrevi reportagem, então esse carro já servia para fazer reportagem. Não demorou mais um ano, comprei um gol, aquele golzinho antigo. A coisa foi prosperando. Não demorou muito, já comprei a máquina. O jornal foi crescendo, né? Foi tomando fôlego, né? E passou a ser respeitado. O meu jornal, o Jornal Região Oeste, é um jornal super respeitado. Em todos os lugares por onde ele andava, quer no no executivo, no legislativo, no judiciário, em todos os setores por onde esse jornal andava, ele era respeitado. Porque tinha uma linha né, uma linha séria.
E como vocês faziam, por exemplo, você falou que tratava de vários assuntos, como aconteceu aconteciam em Jandira e tudo mais, como que vocês faziam as pautas, e iam atrás dos assuntos, como é que era esse cotidiano do jornal? Ah.
A gente ia pessoalmente, digamos que ia inaugurar, por exemplo, o Legislativo, o Judiciário, ia inaugurar um inaugurar o fórum, por exemplo, a gente ia lá fazer a cobertura. Digamos que o Prefeito queria divulgar alguma coisa de eventos. A gente ia lá buscar na prefeitura né. Vivia assim, nesse sentido, buscando subsídios para o jornal rodar né. E a pauta era saía, muitas vezes, a caminho dela né. Não faziam a pauta, não traçavam uma um roteiro. Carapicuíba, nós vamos para Itapevi, nós vamos para Santana e Parnaíba. Então, ia lá em Santana e Parnaíba. Interessante que nós fazíamos amigos, né? Cada lugar que onde a gente aparecia era amigo na certa. Esse não deixava mais da gente, porque a gente fazia o jornal e entregava mesmo, né? O jornal dava dava resultado, né? O jornal foi indo muito bem eee logo eu tive que comprar um caminhão, inclusive. Comprei um efe fazer a distribuição. Mais uma vez eu saía dirigindo o caminhão e o meu pessoal entregando, porque até então não tinha funcionários né. Mas logo fui obrigado a contratar. Contratei uma moça né para trabalhar na recepção eee logo precisou de mais uma moça para ajudar né na recepção pessoal. Contratei mais uma menina. Depois contratei um rapaz para fazer entrega, já para ajudar na entrega. Depois, contratei um rapaz para fazer desenho. Aí a coisa começou a tomar mais um direcionamento, mais uma linha linhagem de jornal mesmo.
Como é que era a distribuição?

Agora, interessante que nós começamos ali fazendo só Jandira, Carapicuíba, Itapevi, né? E depois começou a andar. Fomos para... Fazíamos Carapicuíba, Osasco, Itapevi, Santana de Parnaíba, Pirapora eh, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica, toda essa região. Ou seja, a região oeste da Grande São Paulo. Começamos a fazer uma boa distribuição nela né.
E aí a equipe de jornalistas também cresceu, ou? Ah.
A equipe de jornalista, não. Nós tivemos o professor Peluso e depois o Paulo, como jornalista, o Paulo. E depois veio, mas muito depois, veio o
José Carlos. Uhum o jornal foi por bastante tempo?
O jornal funcionou durante quase vinte anos Não, mais. O jornal funcionou... É, mais ou menos uns vinte anos. Interessante que eu também escrevia, né? Só que eu não podia assinar, porque eu não era jornalista. Mas eu escrevia. Muitos dos textos que ainda tem no jornal são textos meu, escrito por mim. Na falsa modéstia eu... Escrevia bem né, porque eu recebia telefonemas do pessoal que tinham lido aquilo que tinha sido escrito escrito por mim. E eu desenvolvi essa habilidade de escrever né. Tomei gosto pela coisa. Uhum.
Eee isso tudo com o jornal, você ainda tinha a a sua ligação com a CIESP?
Ah, sim, eu continuei. Essa ligação do jornal eh se fortaleceu ainda mais porque ele acabou sendo um veículo de divulgação do CIESP de Osasco, que era a a chamava-se Delegacia Regional de Osasco. Depois passou a chamar-se Diretoria Regional. Uhum. E ele se se afirmou. Divulgava a as indústrias, Principalmente, eu tinha até uma coluna que chamava-se O Que Vai Pelas Indústrias. Eu que escrevi. Interessante que o jornal deu vazão também, possibilitou até a abertura de um programa de rádio. Nós fazíamos um programa de rádio que era CIESP em notícias. Eu que fazia. Eu era o locutor. Uhum. Foi ótimo também, foi um aprendizado muito bom.

Na rádio tinha o programa de manhã, das oito às dez. Era na Rádio Difusora Oeste de Osasco. Está no ar. CIESP em notícia. Rádio Difusora Oeste, mil e quinhentos e quarenta quilowatts no ar. Aí eu falava do que se passava no meio das indústrias. Era um sucesso. Muitas vezes, a senhorinha que trabalhava lá, ela dizia, olha, tem um monte de pessoas que quer conhecer você. Aconteceu várias vezes isso aí. Por causa da minha voz, né? A voz bonita.

Tinha público viu. Interessante que era um um serviço de utilidade pública. Esse serviço do do CIESP era um serviço de utilidade pública. Qual era a necessidade de mão de obra nas indústrias. Não tinha mão de obra, então colocamos o programa no ar, na Rádio Difusora, para divulgar as vagas existentes. Então era um serviço de utilidade pública. Então eu falava, serviço de utilidade pública. Atenção, você que está desempregado, Vamos passar as vagas existentes nas indústrias do município de Jandira aí. Eu lia todas as vagas né, chamando pessoas para trabalhar. Mas assim mesmo não dava conta, porque muitas indústrias queriam ir para Jandira e muitas vezes não não ia por falta de mão de obra. Tive a ideia. Falei, nós vamos abrir um programa e vamos divulgar as vagas para trazer as indústrias. Porque o meu objetivo era trazer as indústrias para Jandira para fortalecer o município. Eu não tinha ideias políticas, não. Não, nada de política partidária a minha. A minha satisfação era ver crescer a cidade. Porque a cidade, eu cresci com ela.
Que que quais eram as grandes mudanças que Jandira passava nesse.
Nessa época, passou por mudanças significativas, principalmente o Parque Industrial, porque até então não tinha indústrias né, não tinha. Tinha apenas duas ou três indústrias de porta, era o frigorífico Jandira, e depois começou a aparecer indústrias grandes como a Friozem, a Açotécnica, a Budai, a Quartzolit, a Imepa, a Resenac e outras indústrias vinham. Interessante que eu convidava As empresas a se instalar em Jandira. Como que era? Convidava eu, muitas vezes eu... Trabalhava no CIESP e eu ia no escritório de uma indústria, por exemplo, que estava em São Paulo. Um exemplo, né? E eu falava para eles, por que que vocês não vão não instala a sua empresa em Jandira? Em Jandira tem eh facilidade de transporte, mão de obra em abundância, eh saídas para Castelo, para Raposo para, eu incentivava a pessoa. Incentivei vários industriais a ir para Jandira e consegui. E sem pensar em ganhar, nada disso, de querer ganhar dinheiro para levar a indústria, nada disso, não para vender o terreno, absolutamente. Meu objetivo era realmente ajudar o crescimento. Tem sempre tive esse lado, esse ideal. Sempre tive.

Assim a prefeitura não se interessava por esse trabalho da rádio do ou do jornal?

Inacreditável dizer isso, mas não não tinha esse interesse. Tanto é prova disto que Eu muitas vezes queria fotografar a cidade né, essa transformação, sempre queria acompanhar o desenvolvimento. Por várias vezes eu conversei com o pessoal para a gente fazer foto aérea né e e eu, por minha conta eh e junto com os industriais, contratava empresas foto aérea né, para fotografar as transformações da cidade, porque eu já tinha ideia de fundar um museu né. Isso já vinha desde setenta e nove. E tudo o que eu fazia, eu fazia pensando exatamente lá no futuro. Uhum. Eu sempre fui de enxergar as coisa distante né, longe. Nada de enxergar só o espaço em que você sobrevive, não. A minha ideia é enxergar longe né e até hoje faço.
Então, conta para a gente como que começou essa ideia de ter um fundar um museu.
Como é que foi isso? A ideia de fundar um museu, interessante que no escritório do jornal, na redação, eee funcionava junto a associação industrial, Eu tinha algumas fotos antigas né colocadas na parede e as pessoas que vinham lá na redação do jornal olhavam a foto, olha que bonita essa foto. Eu tenho lá em casa uma foto também, uma foto antiga né. Aí eu falava, me doa, então a foto eu ponho aqui, fica bonita né. E assim eu fiz. E as pessoas foram doando, eles acreditavam, me doavam né. Né as pessoas que vinham, os antigos moradores, viam a aquela foto bonita. Eee foi aumentando o acervo. Depois eu fiz umas publicações no jornal. Se você tem uma fotografia antiga da cidade que queira nos doar, futuramente nós vamos construir um museu. Ah, mas não tem... Toda hora vinha gente lá. Olha, vim doar uma fotografia e doava mesmo. E o acervo foi crescendo. E eu fui, montei dentro do escritório os quadros, né? Mandei fazer quadros bonitos, bem feito, né? Eee. E acabou... dando um resultado que isto foi para as escolas. Coincidentemente, a minha esposa era professora né, essa mesma que trabalhava no banco do Bradesco, depois acabou estudando, sendo professora né, e ela levava os alunos para conhecer as fotos, as transformações, e eu acabei eh entrevistando as pessoas para pegar os dados sobre o município né e fornecendo para os estudantes fazer pesquisa, fazer trabalho. Então, a ideia do museu nasceu em mil.
Mas por que que você achava isso importante? Que que sabe o es qual foi o estalo de de guardar essas fotografias, e tudo mais?
A ideia era o seguinte, você sabe que as coisas mudam e constantemente desaparece aquilo que já havia né. A minha ideia sempre foi fazer com que, na realidade, ficasse a história para as novas gerações. E outra coisa, eu pude perceber de que é importante que o estudante conheça a história do seu município, para que ele sinta amor pela cidade. Ele tendo amor pela cidade, muitas vezes ele deixa de quebrar uma árvore, de pichar, ele sente que aquilo ele está enraizado dentro daquilo, que aquilo lhe pertence. Eee é importante que o aluno conheça mesmo, de fato, e isto eu pude constatar pelo interesse dos alunos quando vinha fazer pesquisa. O resultado foi sempre positivo. Como eu falei para você, não tem uma coisa que eu não ponho a mão que não dá resultado. O sucesso foi enorme.
Mas vocês divulgavam nas escolas? Como é que as pessoas chegavam?
Nem precisava divulgar. Os alunos vinham, os que contavam para os demais, que tinha ido no escritório e que tinha visto a fotografia antiga, e acabava isso... Cidade pequena, né? Caia logo no ouvido de uma diretora e entrava em contato conosco. Se podia levar os alunos e eu, sim, pode trazer. Mas só que não tinha um meio para trazer. Eles traziam, vinham a pé às vezes. Longe os alunos vinham.
Mas continuava na sede do jornal. Continuava na sede do jornal. Eee e. E isso desde a.

Começou a ter mais, digamos assim, uma afinidade como museu a partir de Porque aí eu queria fundar mesmo um museu né, de fato. Eu comecei sentir que era importante termos aquilo, porque eu comecei o acervo foi crescendo. O acervo foi tomando vulto. Eu acabava divulgando no jornal, as pessoas entravam em contato comigo, doavam as fotografias. contavam fatos, relatos sobre a história e eu escrevia tudo né. Muitas vezes gravava. A pessoa estava falando comigo e eu estava gravando. Ele contando, olha, ali era assim, assim, era um rio, onde a gente pescava tudo e eu gravava tudo isso. Porque a ideia era fazer um trabalho mais amplo né, futuramente.
Eu te perguntei isso porque você falou que o jornal durou vinte anos, né?
O jornal durou mais ou menos E o museu ficou sempre... Esse acervo ... O museu já vai indo para trinta anos. E não consegui fundar até hoje.
Mas como é que era? Ele ficou todo esse tempo na sede do jornal?
Ficou, não. Não só ficou na sede do jornal. Quando no jornal já estava atrapalhando o nosso andamento do trabalho normal, de de de de rotina, do escritório, eu acabei levando o museu em casa. Para sua casa? Fundei o museu dentro de casa.

Eu achava que que isso era importante para a cidade né. Entrei em contato com os administradores da cidade e me parece que eles não... não sei o que que faltava né, não conectava muito essa ideia né. Não sei o porquê. E eu falei, quer saber, não, vou abrir o museu em casa. E eu abri. Abri o museu em casa.
Na sua casa?

Mas dentro da minha residência, na sala, na cozinha, nos quartos. Eu coloquei os quadros. Era enorme a quantidade de de de de material iconográfico, material fotográfico. E eu punha lá e trazia o pessoal para fazer visitas. O pessoal ia visitar. Aos domingos, enchia a minha casa de gente visitando. Aí, como a casa era grande né, eu mudei para a parte de baixo. Fomos morar na parte de baixo. E a minha esposa aceitou a ideia né. Em cima ficou. Ficava aberto. Sábado, domingo, aberto. Nunca ninguém mexeu em absolutamente nada na minha casa. A minha casa é uma das únicas casas daquela rua que o muro é dessa altura. Ficava aberto. Pessoal entrava, entrava, eu estava lá na cozinha, tomando um café. Chegava lá, tinha quatro, cinco pessoas olhando. Ah, fica à vontade.

Convidava a pessoa para tomar um café comigo. Tomava um cafezinho. Contava a história. Eu sempre que contava, né? Ficava contando a história. Ah, eu tenho uma foto, dizia a pessoa. Eu tenho uma foto antiga. Eu falo, ah, me dá a foto, então eu ponho aqui. A pessoa doava.
E ficava tudo exposto?
Tudo exposto. Não, não, tudo exposto na na na nas paredes, né? Eu mesmo coloquei na parede. Uhum. Bem bonitinho, bem certinho, tudo nivelado, tudo... Eu gosto de fazer as coisas bem feitas né. Eu faço bem feito. Quando eu eu ponho a mão numa coisa, eu só ponho a mão para fazer bem feito. Caso contrário, não pego para fazer. Aí eu colocava direitinho, bonitinho. Peguei até prática de mexer com isso tudo. Até nos quadrinhos, eu punha as fotos nos quadro. Mandava fazer os quadrinhos, eu mesmo punha. É a coisa que eu gosto né de fazer. Ficava, às vezes, até meia-noite, uma hora, pondo fotos em em quadros né. Pintava os quadrinhos.
E continuou na na sua casa?
Continuou na minha casa por um bom tempo.
Mas depois o que aconteceu?
Não, aí na minha casa foi o seguinte. Começou também a atrapalhar, né? Porque a gente queria sair num domingo, tinha gente visitando, não podia... Eu divulguei, o pessoal começou a saber, todo mundo vinha em casa. Conhecer o museu. Vinha gente de longe. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, sabe o que que eu vou fazer? Vou comprar um ônibus e vou fazer um museu itinerante. Mais uma vez, falei com o doutor Fábio, doutor Fábio Starace Fonseca, que é o dono da Friozem, um homem de uma cultura extraordinária, de uma visão enorme, um homem que pensa no futuro. Entendeu de que isto era importante e que me ajudaria, sim. Tanto é que... Ele que vem colaborando, me ajudando para que isto se concretize como um museu, né? É graças ao doutor Fábio. A visão dele é é ampla, né? Coisa que os políticos não tiveram, essa ideia. Ele falou, não, eu te ajudo.

Aí eu comprei um ônibus. Bom, comprei um ônibus.

dirigir um ônibus. Tinha que contratar um motorista, né? O que eu fiz? Fui tirar uma carteira de motorista profissional, categoria dê, para dirigir um ônibus. Fui, entrei no DETRAN, fui lá, foi... Fui no DETRAN tirar a carteira de motorista. Primeiro entrei no autoescola para dirigir um ônibus, né? Ah, foi um sucesso. Tirei a carteira de motorista, me empolguei tanto que Eu dou risada sozinho quando estou dirigindo o ônibus.

Eu levo para as escolas dirigindo, sou motorista. Montei o ônibus do jeito que eu queria, né? Mandei fazer, um colega me ajudou a fazer as divisórias. Eu falei para ele, você me faz as divisórias? Assim, assim, assim, assim. E fizemos tudo. Nós mesmos fizemos. Mandei ele formar o ônibus, né? Mas eu qmontei tudo aquilo. Aquilo para mim é um hobby, né? Um prazer, uma satisfação. O ônibus é um sucesso. Nossa, vai para as escolas, tem que ver. Você tem que ver o sucesso na escola. Entra de dez, de doze alunos, eu explico a cada aluninho que entra, eu trato com bastante dignidade os menininhos, desde do do do do do pré até os os jovens né, ao entrar no ônibus eu Bom dia! Sejam bem-vindos. Este é o Museu Itinerante. Vocês vão conhecer a história do município de Jandira. Vocês já conhecem? Fiquem à vontade, viu? Deixo eles à vontade. Nada de adverti-los. Não põe a mão aqui, não põe a mão ali. Nada disso. Ninguém põe a mão em nada. Ao contrário, você pensa que o aluno vai entrar, né? Vai pôr a mão em foto. Não põe, não.

Não põe porque é a maneira com que você conduz a coisa. Bom dia, sejam bem-vindos. Eles entram, fazem perguntas, eu explico. Aliás, eu fico mais empolgado do que o próprio visitante explicando. Olha, aqui era a indústria tal, aqui era o bairro tal, hoje é assim, hoje tem uma indústria, hoje né? Eu vou explicando. Eu me sinto empolgado. Esse aqui é o senhor eu dou o nome né das pessoas. Você conhece a via que liga Castello Branco e a via João de Góes? Esse senhor aqui ó, o seu João de Góes. Você conhece a rua Conceição Sammartino? Essa aqui é a dona Conceição, olha. Eu vou explicando. Cada cada rua, né? Essa aqui é a rua Fernando Pessoa. Esse aqui é o Fernando Pessoa. Eu explico.
Como é que funciona assim? Você leva o ônibus eh para as escolas, mas como que as pessoas. Olha. Buscam?
Buscam é o seguinte. Levei em uma, duas ou três escolas, correu a notícia em todas as escolas. de que o ônibus itinerante... Só que eles dizem que é da prefeitura, né? O ônibus itinerante da prefeitura, eles entram em contato com a prefeitura para mandar o ônibus. A prefeitura está, né? Eee e eles acabam entrando em contato comigo. Descobrem meu telefone, né? Não precisou divulgar nada. Mas aí a editora abriu, a revista Nova Escola, ela fez uma reportagem sobre o ônibus. Ah, não, mas antes, porém, a tê vê Cultura. A tê vê Cultura fez uma reportagem. É o Museu Sobre Rodas. Passou no Jornal da Cultura. Nossa, você não queira saber o sucesso. Você não avalia. Gente de fora, de outro estado, me paravam. Eu dirigindo o ônibus.

Eu queria ver o ônibus, eu vi na tê vê Cultura.

Nossa, como eu fiquei conhecido, eu não esperava. Que retorno enorme que deu, viu? Ah, o homem do museu, o homem do museu a criançada falava. Eu passo na rua, tem que ver como eu sou conhecido. Eu estou andando na rua, a molecada me cumprimenta, porque eu cumprimento, né? Eu tenho esse lado, né, de cumprimentar. Oi, tudo bem com você? Tudo bom? Tudo bem, né? Eu trato com dignidade, né? Os meninos, os rapazes, os jovens, né? Foram meus alunos. Eles tratam sempre bem e isso me empolgou ainda mais. Agora que me empolgou. Agora que eu quero construir esse museu. Eu não quero morrer antes de construir o museu. Uhum. Nem que seja para mim construir o museu e morrer depois. Aí me sinto feliz. Mas que eu vou fazer o museu. Já vai indo para trinta anos que eu estou lutando com esse museu. Graças ao doutor Fábio, que vem me ajudando e que vai construir o museu. Já está construindo, né?

Do museu? É, o que que atrai as pessoas?
Olha, o que atrai é o seguinte, geralmente a pessoa teve ali dentro do ônibus, ela tem um avô, um bisavô, um parente. O que atrai são as peças, porque hoje a tecnologia é muito avançada, o computador. Então eu explico, ali dentro do ônibus tem Lampião que iluminava os primeiros estabelecimentos comerciais né. Isso empolga o aluno de ver que aquele Lampião é que dava origem. Porque ele hoje está acostumado com as coisas modernas né, com lâmpadas eh fluorescentes. Eee ele vê um um Lampião, ele se empolga. A máquina de escrever, eu tenho máquina de escrever de ferro, eu tenho máquina de escrever de ferro tão pesada que eu não tenho força para levantá-la. E isso empolga os alunos. O que empolga? Conhecer a, por exemplo, tem as ruas cujos nomes a pessoa está na foto, Isso empolga. Ah, isso aqui que leva o nome da rua tal, eu moro nessa rua, eu moro nesse bairro. Isso empolga. E eles vão divulgando, um vai divulgando para o outro né. Uhum. E outra coisa também, os professores de história, que hoje o Estado, a Secretaria de Estado da Educação, ela vem eh trabalhando muito essa questão de municípios vem. Deu uma boa... uma boa atenção, digamos assim, para esse lado né. E com isso fez com que os professores de história naturalmente atentasse para esse lado de divulgar a história do município. Coincidentemente, eu tenho todo esse material né e a cidade não é uma cidade muito grande e tornou-se um sucesso. Mas o sucesso já foi para longe, viu? Já fui convidado para levar esse ônibus em outras outros municípios distantes. As pessoas viram na televisão, viram na revista Nova Escola e pede para que eu leve o ônibus. É um sucesso, tem que ver.
E a sua ideia eh, agora a pouco você falou que o seu sonho é construir um museu. Agora não entendi direito, como é que... Ah...Fora do ônibus?
Ah, fora do ônibus. Não, fora do ônibus. O ônibus vai continuar. Eu não vou acabar com o ônibus. Vai ser o seguinte, o doutor Fábio, que é da Friozem, Ele está construindo um prédio, cujo prédio será doado para uma entidade que chama-se União Pró Jandira. Essa entidade é detentora do prédio mais antigo do município, onde nasceu a emancipação política administrativa da cidade né. E é lá que nós queremos fundar o museu. por ser um prédio histórico que ainda está de pé. Então o que nós fizemos? Eh nós através Isso é o doutor Fábio que está construindo né o prédio e lá nós vamos colocar a entidade dentro de um prédio novo, com toda a infraestrutura, um prédio de três andares, ou dois ou é três andares, muito bem feito, não é? E nós ficamos com o prédio antigo, com o prédio velho, onde nasceu a emancipação política administrativa da cidade, né? Lá vai ser o museu. Tanto é que a população já sabe, viu? Pessoal já anda lá, já olha e fala, ah aqui vai ser o museu, aqui vai ser o museu. Eu vejo o pessoal comentando, né? Já caiu no no ouvido de todo mundo, né? E eu não quero morrer antes de fundar um museu, porque eu nunca deixei de realizar alguma coisa do qual eu dissesse que iria fazer. Até hoje, não. Se eu falar para você que eu vou comprar um avião, eu compro. Se eu falar para você que eu vou... Por isso que eu não falo. O que eu falar, eu faço. Eu vou, eu vou em frente. Trabalho nem que seja de dia e de noite. Mas eu compro, eu faço.

Como você começou a dar aula?

Interessante como que eu comecei a dar aula eh. Na realidade, o meu sonho não eu tinha quando garoto que dizia que queria ser professor, mas esse sonho eu deixei para lá. Interessante que, como eu me aperfeiçoei muito eh do lado de bandeiras eh, ou seja, a parte cívica e patriótica é uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Eu fui fazer uma palestra num colégio e o sucesso foi enorme. Eu não esperava que teria tanto sucesso desse jeito né. Né e a própria diretora me convidou. para dar aula. E eu fui. Eu tinha o jornal e lá eu acabei dando aula como professor eventual. É aquele professor que substitui, né? Eventual. Nossa, mas foi um sucesso. Eu não sabia que eu tinha tanto jeito para ser um educador. Acho que eu nasci educador. Porque a primeira aula foi um sucesso. Porque diz que tinha uma sala que nenhum professor conseguia dar aula. Nossa, comigo foi uma beleza. Foi um sucesso.
E você dava aula de de de história?
Filosofia. Filosofia. É algo que eu dominava, né? E isso também é um ponto importante, viu? Porque como eu domino bem a matéria, e eu já lia muito desde garoto, sempre li coisas sobre filosofia, eu tenho um domínio. E isto me facilitou muito, porque o aluno quer ver o conhecimento que o professor tem viu, ele quer testar o professor. Quando você prova ser realmente habilitado e ter mesmo conhecimento daquilo, da área que você faz, o aluno te respeita. Esse é um dos motivos do meu sucesso. Eles me respeitam mesmo. Porque eu, na falsa modéstia, eu tenho conhecimento mesmo viu da matéria. Conheço sobre a vida, né? A vida toda. mexendo com a lendo jornais né. Uhum.
Agora, só para eu entender direito, então você dava aula, trabalhava no jornal. Trabalhava no jornal. E no museu.
E no museu.

Ainda cuido de tudo isso. Até hoje. O jornal Não, o jornal não. Jornal eu vendi, né? Uhum. Mas eu ainda cuido do museu eh, dou assessoria na associação comercial, Leciono, estou dando aula, dou aula no estado, eu sou professor do ensino médio e agora estou dando aula na faculdade. Eu fui me aperfeiçoando.

Então eh, as suas as atividades hoje são essas que você acabou de falar eh. E quais são as coisas mais importantes para você hoje?
Mais importante, você diz em termos de atividade profissional? É.
Também e na sua vida.
Na minha vida, perspectiva de vida, o sonho? Bom, tudo que eu havia planejado, Ainda quando jovem, eu já já galguei né, já atingi eu. Aquilo que eu tracei como perfil eh... Porque o destino do homem não está nas suas estrelas, mas nas suas conquistas. E eu havia planejado. Porque a nossa vida não é um destino. Nós somos o nós somos os responsáveis, nós somos o arquiteto do nosso próprio destino né. Eu arquitetei. Então, sonhos mesmo é a realização do museu, poder atender as pessoas lá com bastante conforto, Porque o museu que eu quero fazer não é um museu de peças antigas, como a gente está tendo ideia, um museu de coisas velhas, não. Eu quero ter, assim, as coisas antigas, mas com um museu com com infraestrutura para que possa atender aos alunos com bastante dignidade, com biblioteca, cinema, com bastante infraestrutura. praça para eles sentarem para pegar o livro na biblioteca, e sentar na praça para ler, palestras, cursos, tudo isso está dentro do meu contexto e. Esse é uma das coisas que eu quero realizar, que está dentro do meu planejamento né. Eu fiz um planejamento. Agora, com referência à vida pessoal e familiar, o que eu queria atingir, eu consegui. Ter uma boa casa? Eu tenho. Ter um bom carro? Não, estou pouco ligando para carro, mas o carro é necessário, né? A família e. Dizem que um homem só se realiza na vida quando ele planta uma árvore e tem um filho. eu considero uma pessoa realizada.

Diria que eh foi uma liga você tem uma ligação especial com o bairro?
Com o bairro?
O senhor que fez esse livro por causa do museu?
Não, não. Na realidade, foi o seguinte. Eu pude constatar de que as informações inerentes à cidade eram eh fragmentadas em virtude de matérias que saíram do jornal, algumas revistas. Então, isso me incomodava, porque eu achava que deveria ter isso tudo dentro de um livro. toda a história, não só do bairro, mas de todos os bairros, falando do município. Porque o nosso município de Jandira é um município mais ou menos eh assim como os demais municípios, mas um pouco atípico. Por uma razão, ele pertencia ao município de Cotia. Então, Jandira era, na realidade, um distrito de Cotia. E se emancipou bem depois, de lá por volta de mil novecentos

essa história de que pertencia à Cotia num livro. Conversando com uma pessoa amiga, eh que também tinha vontade de fazer um livro, que é o Seu Leopoldino dos Santos, uma pessoa que eu sempre respeitei, uma pessoa muito preparada, o Seu Leopoldino dos Santos foi vereador, foi presidente da Câmara, um homem entusiasmado, ele se empolgava quando falava do município de Jandira, ele falava que queria escrever um livro sobre a história, Falei, seu Leopoldino nós vamos fazer esse livro. E ele começou a me ajudar, me passou material, inclusive, para que eu pudesse... Graças a ele que esse livro também saiu. Porque ele nos ajudou mesmo, de fato, né? Eee. E assim como outras pessoas que nos doaram material, né? Material fotográfico, histórico, relatos... Aí eu acabei escrevendo um livro sobre a história e que não fiz o livro para ganhar dinheiro, viu? Não fiz, sou sincero para você. Eu fiz o livro para servir mesmo como um elemento de consulta para os estudantes, para os professores lá do município, né? Mas a coisa tomou um vulto maior do que eu imaginava. Esse me surpreendeu. Ele vendeu dentro da cidade coisa que eu num num imaginava que ele venderia assim, que eu achava que não venderia tanto, pois vendeu. Até hoje, o pessoal procura o livro para para comprar né. E esse livro foi para a Biblioteca, para a Fundação Memorial da América Latina, para a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da Emplasa, Esse livro andou, viu? Foi para a cidade de Kameoka, no Japão, que é uma cidade do município de Jandira, onde o prefeito de Kameoka esteve lá, levou o livro né. O ministro Fernando Haddad esteve lá em Jandira. recebeu o livro de Jandira, ou então o governador eh Fleury também recebeu o livro. Nossa o livro foi um sucesso. Até hoje continuo recebendo eh ligações de pessoas que leram o livro, adoram o livro. Na falsa modéstia ficou bom né, bem bem escrito. Eu me debrucei em cima do livro mesmo e e dei tudo de mim para fazer uma coisa bem feita né. E saiu bem feito, na falsa modéstia.

Olha, contar a minha história foi simplesmente maravilhoso, magnífico, porque a gente faz as coisas E muitas vezes pensa que aquilo está enrustido, que fica ali em quatro paredes. E não é verdade. Contar a história daquilo que a gente fez é uma grande oportunidade, é uma grande possibilidade que eu obtive graças a vocês. de me abrir as portas para que eu pudesse falar aquilo que eu sempre tive vontade de pôr para fora e nunca tive esta oportunidade. Foi maravilhoso. Eu quero realmente deixar aqui o meu grande agradecimento a vocês todos que me deram esse acolhimento maravilhoso, me deixaram à vontade, confortável, E eu pude realmente falar aquilo que estava retido dentro de mim e pôr para fora.

Muito obrigada mesmo. <laughs>
Eu que agradeço, vocês não tem que me agradecer nada. É eu que tenho que agradecer.